Qual o local, a data de nascimento?
São Paulo, cinco de outubro de mil novecentos e cinquenta e dois.
Qual o nome dos seus pais?

E os avós?
Maternos?
Maternos e depois paternos.
A avó materno, era, ãh. Meu avô era. O lado do meu pai, minha avó era. E meu avô era.

Tinha o do meu avô.
Seus pais, a atividade deles...
Meu pai é engenheiro, minha mãe sempre foi educada, claro, mas sempre, eh, trabalhava com obra assistencial, com, enfim, sempre trabalhou, mas nunca remunerado.
.em irmãos?
Tenho dois. Tenho uma irmã, que há quinze, dezesseis anos conheceu um barilochense e foi morar lá na Patagônia, naquele frio horroroso, e está lá há dezesseis anos. E minha mãe está com ela. E tenho um irmão, que é topógrafo em Minnesota, e mora em uma cidade interior.
E os avós, a atividade?
Olha, meus avós dos dois lados, meus bisavós, eram todos fazendeiros. Então eu venho de uma família assim, que era muito rica e de repente perdeu tudo e ficou tudo pobre. Pobre que eu digo no sentido de, de, de... porque eram fazendeiros de café, tanto a minha avó, do lado meu, do meu pai, como meu avô. Então eram todos fazendeiros. E às vezes até brinco, eu me lembro de uma história muito engraçada, quando eu era criança. Criança, eu sei lá, com uns doze anos, eu fui visitar o Museu do Ipiranga. E eu toda metida, né? E eu ouvia minha mãe falar do barão de não sei das quantas , Barão de Jacareí, barão... E pedi para minha mãe a lista dos nomes dos meus parentes, Marquês de Valença, não sei o quê. Aí cheguei, eu vi uma sala que estavam todos pintados, né? Porque minha mãe já tinha ido e tinha um retrato de todos, assim. Aí eu cheguei e falei, ah, esse aqui é meu tio avô. Esse aqui é meu tio avô. Aí todo mundo começou a dar muita risada. Eu morri de vergonha e resolvi que nunca mais ia abrir a boca. Estou falando aqui agora de novo. <laughs> Mas fiquei quieta. Ah, então toda a tua família está lá no museu?stá. Os figurões. E depois, né? Até assim, a geração do meu avô... Tanto é que, a minha mãe foi criada por uma escrava, porque essa escrava era da minha avó e era uma pessoa maravilhosa. Então, co, quando houve a dissolução da escravatura, ah, ela num, não foi embora. Elas chamavam ela de tia, tia. Mas conta um pouquinho, ela ficou... la é, ela era escrava da família da minha avó materna. Moravam em Jacareí, eram todos fazendeiros. Quando a Princesa Isabel, que visitava a nossa família, isso é verídico, porque na casa de uma tia avó da minha mãe, existe um livro onde ela assinava com, era um bico de pena em ouro. E tinha um cálice em casa, mas aí eu vendi. Precisamos vender. Era um cálice embrazonado da, das festas que Dom Pedro dava. E tinha o, o escudo, tinha o emblema, tudo em ouro. Era uma coisa. Então, essa escrava, quando foi, né? Feita, ãh, a, a libertação dos escravos, a maioria foi embora. E ela era tão querida, né? Porque ela, ela era escrava de dentro da casa. E ela ficou com a minha avó, porque a minha avó tinha, teve onze filhos. E era amada por todos, amada, tanto é que todos iam dormir com ela. Era uma loucura. Minha mãe, todos, imagina, onze crianças ficavam no quarto dela. Tanto é que quando ela morreu, eu disse que meu avô quase morreu. E ela chamava, tem uma fotografia dela em casa. E do lado do meu avô, ãh, do meu pai, né? Dos meus avós paternos, Também eram fazendeiros, é uma família até conhecida, por exemplo, essa Francisco Morato, essa avenida, é meu tio. Ele é meu tio bisavô, irmão da minha bisavó. Então era pessoa, assim, também de nome. Eu brinco, né? Eu falei, dinheiro não deixaram, mas algum berço deixaram, com certeza.
Você sabe um pouco da história da origem, do nome da família?
Portugueses, Rezende e Antunes. A família Rezende era portuguesa, depois eles se fixaram em Minas, né? Onde tem muito Rezende. Aí meu avô foi para o Rio, meu avô, meu avô materno foi estudar lá, né? Que era o único lugar que tinha engenharia, e do lado da Também, português, Antunes. Tem um livro da árvore genealógica lá em casa, tem um livro lá perdido que eu já li, mas acho que vieram de Açores, Portugal. Agora, Antunes também é português, mas não lembro que região. Mas bem longe.

Então, você tem... Bem traçada a história da família.
Tem, tem. Tem documento, tem... Mas eu num, não ligo muito para isso.
<laughs> Ãh... Eu queria que você voltasse um pouquinho na tua infância, me falasse... Você foi criada em São Paulo mesmo?
Olha, graças a Deus, acho que eu tive a infância mais feliz do mundo, e a adolescência. Porque esse meu avô, por lado de mãe, ãh, por ter nascido em fazenda, ele, entrão, ele comprou uma fazenda depois. E, por lado de pai, meu avô tinha uma casa na praia. Então, eu cresci com as duas possibilidades. Então, é maravilhoso. Eu fui... Eu pegava cavalo no pelo, sumia o dia inteiro. A gente, eu e minha prima, a gente levava comida, fazia piquenique. Menina! E a fazenda era enorme. Depois ele foi vendendo e vendendo, virou até um sítio, assim, pequeno. E era muito bom, porque também nunca íamos sozinhos. Meu pai comprou até uma Kombi, só por isso. Porque a gente levava amigo, minha irmã levava amigo, levava prima. Era assim, muita gente, muita gente, muita gente. Então eram férias, assim, maravilhosas. Não tinha luz, não é?

Depois, claro, teve, então eram aqueles banhos de bacia. né? Era uma farsa. Eu ficava três dias sem tomar banho. Eu não estava nem aí. Ninguém pegava no teu pé. Só tinha um sininho lá que chamava para você vir comer. Não existia a paranoia de mãe, sabe? A fazenda tinha... Tinha um senhor lá, era, eh, o senhor... O nome dele? Sei lá, meu avô deu um pedaço de terra para ele. Ele era carvoeiro, o seu. Era um casebre de pau a pique, a, casa dele, a cama, sabe aqueles pau que trançam assim, né? Botam a palha... E ele era carvoeiro, quer dizer, ele vivia preto, né? E ele tinha um fogão de, de, de lenha dentro do quarto. E eu ia lá, eu, minha prima e minha irmãzinha, e ele ia assar milho para gente, sabe? E ficava hora... Imagina se uma mãe hoje deixa uma criança lá na, lá sabe deus onde, com carvoeiro assar milho verde, mas nunca, né? Então a gente saía, minha mãe não, sabe? Não pensava em, em, em bicho, cobra, aranha, a gente dormia no chão. Era muito livre, então minha, minha infância foi muito livre. E também na praia, né? Por causa do meu avô, era também uma delícia. Já era um esquema mais, assim, sofisticado, vamos dizer... Mas também minha avó era maravilhosa, ãh, eu comecei, fumo, né? Até hoje. Eu comecei a fumar na frente dos meus avós, com meus pais, né? Com doze anos eu fumava na frente deles, então eles eram super, super libertários, eram bárbaros, eram pessoas, assim, maravilhosas.
Você se lembra dessa casa, a casa da fazenda?
Sim.
Descreve para a gente um pouquinho.
Ela tinha uma varanda, como toda fazenda, tinha aquela porta central cercada de janelas, né? A sala era enorme, onde tinha uma mesa maior ainda, porque meu avô também era muito social, então ele adorava... E era muita gente que ia lá, era muita gente. Teve... Me parece que minha mãe conta, teve um, uma das festas que ele dava, eram quase oitenta pessoas para dormir. Então você imagina como dá. É, ãh... Eu me lembro que jogaram uma rede em cima de mim, o que tinha. Depois ele fez uns quartos lá fora. Mas era uma delícia, porque tinha aquela mesona e tinha um quarto, ãh, enorme. Então tinha camas, de, de, aquelas camas antigas meio viúvas, né? Tinha bom de cama, assim, então dormiam as mulheres de um lado, meu avô tinha o quarto dele, depois tinha outro quarto para cá, e tinha cozinha, fogão à lenha, aquela coisa então era... Tinha os caseiros, né, atrás tinha um forno de barro. Aquele banheiro enorme. Um banheiro, né? Antigamente eram duzentos filhos e um banheiro. Um banheiro e lá fora tinha, ãh... E isso eu me lembro muito, porque era muita fartura de comida. Então, me lembro das galinhas tudo pendurada, né? enforcavam, matavam galinha, porco, sei lá, tudo que tinha direito lá. E aquela mesa farta. E era muito divertido, porque mesmo quando não existia luz lá, tinha uma prima da minha tia que ia e, e, e a gente fazia teatro. Toda noite tinha uma apresentação. Então a gente ficava o dia inteiro estudando peça. o dia inteiro não, né? Não era toda noite, mas dava peça, a gente lia o roteiro e fazia cenário. Aí ficava todo mundo sentado de noite, né? Com um lampião, e lampiãozinho de, de, de, de querosene, né? Que ficava até aquela luzinha assim. Era muito divertido, era muito, muito, muito, era muito bom. Eu acho que eu cresci assim. Por isso que eu, eu, eu acho, assim, que minha vida se resume em duas palavras. Ter ou ser. Esse acho que é o dilema da vida de todo mundo.
E as brincadeiras?
Ah, eram bárbaras. Muita brincadeira maldosa também, né? Conta um pouquinho.
Você era arteira? Como é que era?
Muito, muito, muito. Sempre foi muito. Fui expulsa de escola. Eu era terrível. Eu era, eu era muito arteira. Não parava. As brincadeiras, assim... Eu não me lembro de brincadeira. Nunca fui brincar assim, de brinquedinhos. Eu nunca... Não me lembro de brinquedinho. Brincadeiras eram, a gente ia para nascente, tomava banho de cachoeira, depois meu avô fez um tanque, assim, represou uma água, então a gente ficava ali. Era ir para o mato, ou era fazer teatro. Mas eu não me lembro de brincadeirinha assim, de casinha. Eu me lembro que eu tive uma bo, um boneco, que eu me lembro, um boneco que eu ganhei de natal. Até agora, dois anos atrás, eu, eu, eu guardei. Depois eu dei. Então, as brincadeiras, assim, eu gostava de bicicleta. Não, me lembro, tinha aquelas brincadeiras de amarelinha, né? Essas coisas assim, eu ainda fazia. Mas nunca, mas sempre, eh, eu sempre, nunca gostei de coisas muito, eh, como é que eu...
Prontas
É, talvez seja. Brinquedo pronto, né?, eh... É, sempre tinha que ter um pouco assim de, de, de, sei lá, criatividade, não sei, alguma coisa por aí. aquele brinquedo, aquela... Na escola você era obrigado a brincar, né? Aquelas rodas que faziam, hum... Aquelas músicas, tal. Mas eu, com meus irmãos, não. de meu pai. Não, eu me lembro da minha infância, meu pai trabalhava numa, na Goodyear, né? De pneus, então a gente, ele fazia uns carrinhos de rolimã para a gente, que eram bárbaros, os melhores da rua, porque ele trazia umas miniaturas de pneu, então não era pê, não era aquela rodinha, né? Era um baita de um pneuzão assim, e tinha breque. Né? Então a gente, na rua, era o maior furor. E era descida, né? E eu quase morria. Eu já parei entre um caminhão, uma roda de um caminhão por cima de mim. Assim, então a gente descia aquilo de rolimã, a gente pinava papagaio, a gente fazia papagaio casa, ãh. Aí, tanta coisa. Eu era bandeirante, fadinha, quer dizer, já, sabe? Vinha, né? Na, na, na, com aquela coisa de acampar. Inclusive uma vez nós fomos acampar na fazenda do meu avô, foi uma delícia. Então eu me achava maravilhosa quando eu saía de casa, sábado, sei lá, acho que era sábado mesmo, com aquele uniforme, com os, cantil, né? Cheia de medalhinha, aquele lenço,, né? Toda... Bonézinho, eu me achava a menina mais linda do mundo, e não tenho uma foto dessa, dessa minha coisa. E era uma delícia, né? Precisava de um facão, né? Eu me achava assim, o máximo, eu me achava o máximo. De fazer coisas, de fazer roda, fazer fogueira. De fazer coisas, de fazer roda, fazer fogueira. A gente dormia, quando nós fomos fazer no meu avô, ãh, não era, nós não acampamos, né? Cada um levou uma barraca, não era para dormir dentro de casa. Então era tudo meio assim, eh, bem a natureza em primeiro lugar que vinha para mim.

Você falou um pouco da escola. Quando que você iniciou os seus estudos?
Bom, eu iniciei naquele tempo, não era tão cedo, né? Como hoje.

Quatro, cinco anos, por aí. como é?
que foi? Você morava na fazenda.
Não, não, eu não morava. Eu morava em São Paulo. Meus pais...ocê já morava..., meus pais...
moravam em São Paulo.ocê morava em São Paulo, mas você ia muito para a fazenda..
É, eu ia muito mais para a fazenda, porque para o, para a praia era só praticamente o verão. Então, para a fazenda, não, era... Vamos dizer, duas vezes por mês, eu acho que, que nós íamos para lá.
por semana.

Meu avô também ficava assim, dividido. Mas tinha um tio meu que morava. com a minha tia e dois filhos. Ele morava lá, ele que cuidava, né? Das coisas. E esse meu primo, ele fazia escola rural. E eu vou indo, viu? Você perguntou uma coisa, eu já nem sei o que você você perguntou.
Depois a gente volta.h..ai falando.
<laughs> Eu me lembro disso, eh, ele morava, ele estudava em uma escola rural e tinha um cachorro, um perdigueiro. chamava Jaques. E era longe a escola. E meu tio não dava muita trela, não, de, nem cavalo, ele não ia. E o cachorro pegava, né, a mala dele, até hoje eu tenho essa imagem do meu, do meu primo, e ia levando. E andavam, sei lá quantos quilômetros a pé, voltava a pé, e o cachorro alí.

Carregando a, a mala dele, assim, de escola. Isso ficou na minha cabeça sempre.
Então, eu estava perguntando sobre os seus estudos. Você começou a estudar em que escola?
Eu comecei numa escola, não lembro o nome, depois o primário eu fiz numa escola de freiras, onde eu odiava. E tanto odiei que eu consegui ser expulsa.
Conta um pouco dessa história, por que você odiava.
Eu não odiava a religião, né? Mas era uma coisa muito rígida, era tudo muito falso, era muita, era muito cenário, eu era pequena. Mas eu me lembro que tinha uma madre, ah, que eu, ela me odiava, não sei o porquê, gratuito. Talvez não seja gratuito, devo ter feito alguma coisa. Chamava Madre. E ela que dava aula de religião. E começaram a reformar a escola, uma época, e eu sempre fui muito xereta, aí eu comecei atrás dos andaimes, me lembro... E vi a madre beijando um homem na boca, lá numa madeirinha, lá no canto. Eu fiquei indignada com aquilo. E falei, mas, e, sozinha, eu, eu comigo, não falei para ninguém, para pai, para mãe, nada, quieta. Eu falei, não pode ser, como é que ela vem dizer de deus, religião, né? Beijando um homem, nós tínhamos uns onze... Aí eu me revoltei. Aí eu falei, não, eu vou descobrir isso. Hoje eu raciocino assim, claro, mas na época, sei lá onde foi a minha cabeça. E tinha a clausura das freiras, né? Tinha uma casa do lado onde era a clausura, tal. E eu consegui burlar aquela clausura e entrei na clausura das madres. Eu falei, quero ver quem são essas pessoas. Porque eram uns monstros, aquelas rouponas assim, horrorosas. E o que me dava mais... Quando você chegava na porta da escola, elas tinham uma tira, assim, de couro que caía aqui. Você tinha que beijar aquele negócio, assim, senão você não entrava na aula. E eu tinha um nojo, daqueles, sabe? Um monte de gente que beijava Todo aquele, sabe quando o couro vai ficando tudo molezinho, podre, horroroso? Aí eu entrei na clausura, fuçei, uma madre me viu, eu saí correndo, fui para o banheiro, disso eu me lembro até hoje, <laughs> me escondi, eu me escondi, subi na privada, escondi, né? Porque era tudo abertinho embaixo, assim. Aí eu não me contentei, é que eu fiquei mais, não é? Fula da vida. Aí eu descobri <laughs> um lugar onde estavam penduradas as roupas dela. E tinha umas, uma, tipo ceroula, né, que ela usava, umas calçonas horríveis lá, tipo bermuda, né, mas não é uma bermuda. E eu peguei essas bermudas, olha, gente, eu vou contar, é ri, é horrível, mas eu vou contar. Eu peguei <laughs> essas bermudas do varal e fui na capela delas, né? Lá do, do, do, do, do claustro, e pendurei no altar. Bom, no dia seguinte eu fui expulsa. Descobriram, óbvio, e, e fui expulsa. <laughs> E fui morrendo de medo. Aí arrumei uma, assim, peguei umas dez amigas, fiz um... <laughs> E eu fiz, assim, uma turma, foi comigo em casa. Eu falei, não, sozinha eu não falo isso para minha mãe, vai todo mundo junto, porque ela não pode brigar comigo na frente de todo mundo, né? E cheguei e mostrei, para ela, um bilhetinho azul assim, né? Aí minha mãe foi bárbara, não falou nada, meu pai não me recriminou nada, ao contrário, foi assim maravilhosa. Depois disso eu fui para uma outra escola, de, de, de, mas eram umas madres também maravilhosas, justamente por isso que minha mãe foi procurar um psicólogo, se ela punha em uma escola que não tinha, então... achavam. Acho que foi também, foi muito bom isso. Eu fui para uma escola diferente, mas eram super... Eh... Por exemplo, eu chegava, falei, deixa eu ver o que a senhora tem embaixo da saia. Ela levantava. A Madre, era linda. Eu falei, a senhora só tem cabelo. Ela tirou um dia... Ela era linda, linda, a Madre .uyiuyiuy Eram humanas, sabe? Era gente. Não era aquela coisa, né? Que, co, na outra escola, pareciam que elas eram... Deusas, que eram inatingíveis, né? Tanto é que essa... Ah, esqueci de te falar. Essa madre que eu vi beijando, largou o hábito e casou. Era um engenheiro da obra, casou com ele, né? E vinha toda... Que moral que essa pessoa tinha, né? E essa escola foi muito boa, porque aí eu me, me readaptei, não fiquei revoltada com religião, com nada disso. Depois eu fui fazer uma escola técnica, o Mackenzie, porque eu de, odiava matemática, física, química, tudo isso.
Era técnica em quê?
Fiz secretariado, para fugir da, da, das exatas. Assim mesmo tinha um pouquinho, mas para fugir de, de, de, de cálculos, que eu odeio, sempre não gostei, nunca gostei. Depois disso eu trabalhei até um tempo como secretária, eu trabalhei em tudo, trabalhei em tudo. Secretária, trabalhei em aviação, trabalhei em cinema, trabalhei em produção, cinema, ai, ixi, vai, trabalhei como guia turística. E depois eu fui fazer artes. Nesse tempo eu fazia uma escola de desenho, desenhava muito bem. E aí eu fiz mil cursos. Fiz curso de decoração, fiz, faculdade de belas artes, fiz curso paralelo de, de arte, quando, enfim. Aí foi, foi por esse lado. Mas nunca foi... Porque eu casei, aí teve os filhos, então eu, eu optei mais para trabalhar em casa, então eu queria conciliar as duas coisas, então eu comecei pintar mais em casa. Então foi uma época que eu me lembro, aprendi uma técnica, uma francesa de pintura em seda, mas isso fazem quase... E no Brasil não existia isso. Então eu fui, aprendi isso lá no Mediterrâneo, mesmo, num clube que eu fui. E eu fiquei alucinada com aquilo, né? Daí eu fiquei doida, aí me mandavam vir, você tinha que encomendar tudo da, da França. Então eu ganhei muito dinheiro nessa época, muito... Então eu ganhei muito dinheiro nessa época, muito...
Mais ou menos que década?
Olha, meu filho fez... Uns vinte e oito anos atrás. Ele nasceu em e seis, e, não. mil novecentos e oitenta, por aí. Então, eu sempre fiz essa, essa opção, né? De, de tentar conciliar. Aí fui trabalhar com política. Não, nessa época eu trabalhava... Não, quando o nasceu, eu trabalhava em política, porque uma amiga minha estava grávida e me ofereceu para ficar. E eu fui trabalhar na Assembleia, assim, não por escolha, eu fui acabar com, trabalhando com o... vi o Lula, conheci o Lula de, de sandália havaiana, vi uh, o José Dirceu chegar do, do exílio com roupa suja, a cara toda cheia de plástica, né? Que ele é todo, ãh, para poder fugir, enfim, vi e presenciei muita coisa, desde a fundação do pê-tê, trabalhei quase três anos na Assembleia.
E tem uma história marcante desse período que você lembra, assim? Fora... No sentido da, da...lguma coisa que tenha acontecido com
Do partido, ou?
Que você lembra
Ah, eu acho, eu acho. Foi assim, acho que o início, ãh... Eu nunca fui muito de, de, de ser uma pessoa politizada. Eu não participava de comícios. Às vezes, eu fui. Fui em alguns comícios. Mas eu, eh, me identificava com o pensamento deles na época. Eu até... Eu assinei o livro de, de, de fundação quase que do, do, do...
pê-tê, né?oi na época das direta já?
Não, bem antes.

Bem antes. Isso foi em... Eu estava grávida do, foi em... O pê-tê acho que fundou em setenta e cinco, setenta e seis, mais ou... Então trabalhava esse deputado que trabalhava, trabalhava o Suplicy do lado, mais outra do lado. Então eu tive muito conhecimento dessas pessoas. E era, eles tinham na época, e tinham, existia uma idoneidade lá dentro, uma, uma, uma, eh, uma conduta reta, né?

Por exemplo, o meu deputado ele ganhava X lá, então ele dividia entre os dois assessores, era uma coisa assim, uma parte vai para o partido, Suplicy é uma pessoa muito correta até hoje, né? Porque ele já era rico, não precisava de nada. O que eu acho é, eh, o que acontece, acho que acontece com com quase todo mundo. Quando vai subindo, né? Que chega o poder, aí despiroca, já começa a fazer um monte de coisa que não tem para fazer, que não aconteceu com o Dirceu, com o Lula, eu vejo muita coisa errada. Que na época que eu conhecia, que a gente ia para boteco lá no Pinheiros, sei lá, no Lago treze, sabe aquelas coisas de pê-tê, né? Ficava lá todo mundo bebendo a noite inteira. Todo mundo bêbado. Eu não bebia, eu não ficava bêbado. Eram assim, pessoas, sabe, que tinham aquele ideal, idealistas, e lutavam por aquilo, um partido, um país melhor, socializaram, e eram eh debates, e ficavam ali horas e horas. Mas a minha decepção com os anos, né, de certas pessoas que eu cheguei até a conhecer, total, né? Porque desviaram da do caminho.
Vamos voltar um pouquinho? Eu queria que você falasse um pouco do teu período de adolescência, como que eram os amigos.

Vamos parar um pouquinho. Só um pouquinho. Então, retomando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a adolescência, seus grupos de amigos, como que era?
Olha, na adolescência eu dei muito trabalho. Eu fui a ovelha negra, da família. Eu dei trabalho para os meus pais. Hoje eu tenho consciência total que eu fui muito precoce, vamos dizer assim. Então, com onze anos eu já fumava, com doze anos eu me pintava, punha batons, usava salto alto. E minha mãe e meu pai, é claro que tiveram sempre uma atitude maravilhosa, eles eram maravilhosos. Meu pai era uma pessoa fantástica, minha mãe é até hoje. Então, eles nunca me recriminaram, mas eu era muito autossuficiente. Eu fazia tudo sozinha, eu ia para a escola sozinha, eu ia para a cidade sozinha, eu tomava banho sozinha, eu viajava sozinha. Meu avô, que morava em Mogi, que hoje é do lado, a fazenda era para lá, eu pegava o trem com doze anos sozinha, ia embora de trem. Chegava lá, pegava um táxi para a casa do meu avô. E comecei a namorar muito cedo também, então era muito namoradeira, <coughs> absurdamente. Uma vez minha mãe, <coughs> desculpe. Uma vez minha mãe achou um papelzinho no meu armário, que ela contava dando risada para as pessoas. Eu devia ter guardado, né? Que dizia, assim, dos meus namoros, que hoje é fiquei, né? Fulano de tal, três dias. Beltrano, sete. Outro, quinze minutos. Sabe, eu achava <laughs> aquilo o má... E minha mãe dava risada quando eu contava disso. Então, eu sempre fui. Dei trabalho. Eu viajava. Com quatorze anos, eu ia para Bahia com turma. Era.. Meu pai, minha mãe, eu tinha que pisar duro. Não era fácil. Não era fácil. Eu dei dor de cabeça mesmo.

Conseguia. Eu me lembro uma vez que ia uma turma. Eu falei, mãe, mas vai uma menina ca, uma mulher casada, a gente de ônibus, né? Mas lá tinha casa para ficar. Aí minha mãe foi conhecer a casada, ela tinha dezesseis anos. E era tudo meninada de escola. Então, né? Eu, assim, eu não sei se... É, eh, é que a educação do meu pai, ela já era rígida. Da minha mãe já era mais... Não sei se da minha mãe, por também ter esse lado, pé na roça, né? Pé no mato, era mais livre. Do meu pai, que... nasceu naquela família, assim, muito tradicional, né? Que empregada ficava trinta e três anos, que tinha sininho para chamar, sabe assim? Era tudo, então, ele era muito mais, eh, ele não era rígido, mas ele tinha aquela postura, né? Eu achava, parecia um lorde inglês, assim... Mas por dentro era uma banana, maria-mole! O coração dele era derretido. Mas eles não podiam dar o braço a torcer, falar, não, de cara, vai, não é, né? Mãe, eu posso ir? Fala com o seu pai. Pai? Fala com a sua mãe. Eles dois tinham, né? Se trancavam no carro, ficavam lá, pode. E... E normalmente eu conseguia tudo. Não me lembro, assim, de... Não me lembro de nada, assim, que... Não, tem alguma coisa que eu não fiz. Eu me lembro que eu, eu fiz greve de fome, eu me lembro. Eu não lembro o que foi, mas eu ficava no quarto, não comia, subia, não jantava, alguma coisa assim. Mas não lembro os motivos. Mas eram sempre assim liberados, porque também eles confiavam, acho que um pouco em mim. Sabiam que eu era, que não aceitava muita regra, né? Mas eu não era uma doida, né? Uma despirocada que fazia qualquer coisa. Eles confiavam em mim.
Que tipo de atividade vocês praticavam? Era esportes ou você já gostava de coisas mais culturais? Como é que era?
Esporte, nada.

Nunca. <laughs> Só andar. Eu virei uma andarilha porque eu ia muito para a fazenda do meu avô e eu ia muito com uma tia. E nós descíamos de ônibus. Então a gente andava quilômetros, eu e ela e meus primos, quando não tinha ninguém para levar. Eu aprendi a andar desde menina, então sempre gostei de andar. Eu ando muito, muito, muito, muito. Eu ando a ponto de furar bota, assim. Por exemplo, minha irmã mora em Bariloche, lá na Argentina. E lá é uma delícia andar quando não tá nevando e tal. E lá quando eu saio para andar eu ando quatro horas. Eu ando, eu ando muito. Eu cheguei a furar uma bota em três meses de tanto andar. E bota, as botas lá são fortes, né? Esportes eu odiava, eu matava todas as aulas possíveis, eu ficava... Eu me lembro até que atestado médico, eu fiz minha mãe <laughs> conseguir, porque senão eu ia perder não sei o quê. Nunca gostei de jogo, de regra de esporte, de vôlei, nada. Eu gostava da fanfarra né? Da... Você está falando da infância ou adolescência? Adolescência. Tinha uma, uns, um batuque lá que a gente fazia, tinha fanfarra na escola. Isso eu gostava. De atividade? Cinema. Gostava muito de viajar, né? Viajar eu adorava. Bahia. Festa todo sábado. Eu era muito... Todo sábado tinha festa.
Como que era? Um bailinho?
Eram os bailes. E eu tinha uma prima que, do lado do meu pai, que estudava ali no, Ela era muito... Minha tia, meu tio, Então, eu tinha aquelas festas, assim, naquelas famílias, hum? Tradicionais de São Paulo. E eram todos a bando. Então, meus, meu tio e meu pai revezavam. Uma semana era um, outra semana era o outro. E eram as festas daquele tempo que usavam vestido comprido, saia. Então era muito divertido, era muito bom, era muito, dançava e a gente se arrumava muito. E eu era muito bonita, minha prima também era muito Ah, tinha a época da Rua Augusta, imagina. A Rua Augusta era o meu point, porque minha prima morava ali na... Travessinha da Padre João Manuel. E a gente ficava um fim de semana lá, ou ela na minha casa, a gente dividia. Então a gente andava a Rua Augusta, assim. E eu me lembro <laughs> uma época que saiu um verde limão que ninguém usava. Nós duas comprávamos aquele verde limão, mas que, acho que a duzentos quilômetros você via aquele verde limão. E a gente toda, né? Formosa na Rua Augusta. Aí tinha aqueles pontos que tinham, eh, tinha um chá que chamava Iara, que se reunia todos os, os futuros hippies, né? Os beatniks na época, né? Eram os beatniks se formaram e tal. Então tinha o Yara, tinha Hi-Fi, que era o que eu ia ouvir música, que era ali na Augusta. Tinha, tinha a Galeria Ouro Fino, né? Mas ali era mais barra pesada. Ali tinha o primeiro beatnik que eu conheci na minha vida, que era o, né? O Hippie, que usava uma cruz de madeira desse tamanho. Aí tinha um cabelo até aqui. Aí tinha as motos, né? Que a gente de moto. Era uma farra.

Era muito bom. Mas a gente escondia muita coisa também.
Fala um pouco da moda, ãh, das roupas.
As roupas eram por tribo. Eu estava conversando isso um dia desses. Falei, hoje é tudo massificado. Naquela época, eh, não, não posso dizer que era classista, mas era, ou era, era assim. Ou você usava sapato do Spinelli e da Adriano. Você olhava para o pé, sapato do, do Spinelli e da Adriano, ah, então ela é bacana.

Ah, não, fulano não é bacana. Você sabia a que tribo pertencia. Então, as roupas tinham, eh, era muito pouca oferta, vamos dizer, era tudo muito, eh, hum, se regi, se resumia quase que à Augusta, né? Ou ao centro de São, ao centro da cidade. Quer dizer, eram dois extremos, que hoje vamos pôr assim, não tinha shopping, não tinha nada, né? Então, o legal era você comprar na Rua Augusta, né? Ali, nas galerias... Tinha uma loja que até hoje tem, que era... Como é que chamava?

Depois teve outro, não me lembro. Sapato. E tinha as pessoas do centro. Então, a gente, eh, meio que, eh... Ficava meio que tribo, sabe? Era uma tribo aqui, a outra lá. Era meio... Era meio elitista, sim. Eu acho que não era, não. Era bastante elitista, eu acho. Era meio isso aqui. Mas isso não me agradava muito, não, essa coisa muito diferenciada, assim, de, de, de, de, de pertencer a um grupo e, e, sabe? Então, não sei, eu vivi muito, eu, eu acho que eu vivi com todo tipo de gente na minha vida, né? Com pessoas muito ricas, com gente sem dinheiro nenhum, eh, gente inteligente, gente que não era... Sabe, eu sempre procurei fazer da minha vida um, um... Nunca, nunca fiquei rígida a nenhum padrão de comportamento.
Tá, você disse que sempre foi muito namoradeira, né?
Demais.h...
Eu não vou perguntar <laughs> do teu primeiro namorado, mas...h, mas esse vale a pena. Ah, você tem a história do primeiro namorado? Então conte.h, esse foi a paixão da minha vida.
Não, do primeiro em si não, eu comecei a namorar muito novo, nova, mas eu me lembro de um menininho... mais marcante. Ah, o mais marcante foi esse. Eu tinha treze anos, mas para quem olhava, parecia que eu tinha vinte, né? cílio postiço. Ah, e na época tinha... Nossa, era uma... Hoje eu dou risada, a gente punha, eu punha uma peça de, assim, pros olhos. E tinha, não sei se ouviram falar da Twiggy, já ouviram falar na manequim dos anos sessenta, Twiggy? Que era que, ditou, né? A magreza das modelos e tal. Eu era magérrima, né? Eu pesava quarenta e três quilos e era alta... E ela fazia uns risquinhos, assim, nos olhos, parecia Emília. assim. Então era cílio postiço embaixo, cílio postiço em cima. Parecia um, ãh, um, uma borboleta o olho, de tão pesado que era, de tanta maquiagem que eu usava, né? Aqueles risquinhos assim. Aí eu fui numa festa ali na Padre João Manuel e eu me lembro da roupa que eu estava, eu estava com uma saia azul, uma blusa branca, saia comprida e tal. E tinha, nossa, tinha um perfume, agora estou lembrando, um perfume spray que também era moda, era, era point, quem não usava esse perfume não estava com nada, chamava Hora Íntima, lembrei agora, era francês. Aí eu entrei, assim, tinha um, um grupo, que era meu primo que tocava bateria, tinha um conjunto lá, um grupo musical, e eu vi, eu dei um, eu bati o olho assim, um cara de um metro e noventa, para mim era um monstro, né? Alto para caramba. Imagina, tinha dezesseis anos ele na época. E foi paixão, assim, de primeira vista. Paixão, paixão. E ficamos juntos, ãh, até meus...

Mas aí aconteceu o que, o que eu sempre neguei. Ele veio de uma família, vamos dizer assim, o avô dele chegou da Itália, vendia a forminha de empadinha na, no Brás. né? Nunca tive nada com, mas foram enriquecendo até com, teve siderúrgica, tinha até avião, jato particular, enfim. Mas a mãe dele era uma prepotência, era uma mulher de dois metros de altura, horrorosa, que eu odiava ela. Então, ela queria juntar o dinheiro que a família tinha, mas com pessoas não só de nome de berço, mas que também tivessem dinheiro. Então, foi o que fez os três filhos. Ela fez, terminamos, ele casou com uma condessa, o outro casou com não sei das quantas e tal. Foi super infeliz no casamento. Depois, nós tivemos dois reencontros né? Na vida. quando eu me separei, e depois também, muitos anos, a gente ficou se vendo e tal, aí depois eu discuti, falei, não é, não era para ser, não é, acabou, tchau, pronto. Agora, nesse meio tempo, tive também muitos namorados, até que eu conheci, né, meu ex-marido, também conheci, nova, eu tinha vinte anos, dezenove para vinte.
Como que você o conheceu?
Pois é, é outra história, ele tocava com o Secos e Molhados.

Qual o nome dele?

Hoje ele está fazendo o show do Ney de novo, né? A vida fez assim e ele está lá. E eu tinha uma amiga, essa minha amiga de, do Mackenzie, era uma pessoa cultíssima, a era bárbara. A gente só ia para show, teatro, ali no Doutor Villanova, ela era toda, né? Altos papos e toda racional.

Aí eu falei, era meu apelido, eh, tem um grupo tocando no Teatro Itália.

os caras se maquiam, vamos? Eu falei, opa, vamos embora. E eu ficava muito também, nessa época minha prima já tinha casado, essa pessoa ia muito, e foi morar no Rio de Janeiro. E morreu na sarjeta alcoólatra. A história dela é um... Alcoolismo. Nem gosto de falar que eu fico super mal nisso. Imagina, fazendo pós-graduação em sociologia política, falava três idiomas e caiu na sarjeta. Bom, aí fui com a lá no, no Teatro Itália e tinha, assim, umas quinze pessoas. Juro, não mais que isso. Aí estava o Ney Matogrosso, né? O, os outros dois, e o grupo tocando. Eu fiquei alucinada, né? Eu fiquei doida. Aí fomos no segundo show, fomos no terceiro, no quarto, e ela estava de olho no, no, no, né? Que era um dos integrantes. Então, até que eles começaram, a coisa começou a aumentar, começou de boca em boca, o Teatro Itália foi enchendo, enchendo, até que teve um show na Portuguesa, um, lá no, acho que era na Marginal, nem sei, é na Marginal, no Clube. Quando nós chegamos lá, falei, meu pai, tinha até cavalariça, é verdade, os cavalos com os guardas, assim, tentando fazer fila. Era uma loucura.

Quem viveu aquilo era, era, assim, porque foi uma época de, de, de, uma época de política, que eu cresci, né? Vamos dizer, na ditadura, né? Minha, minha adolescência até meus... sei lá quantos anos, quase vinte, foi, eu vivi na ditadura. Então, eu sempre fui oposta a isso. Então, Secos e Molhados, para mim, era aquela coisa da liberdade. E nós estávamos na ditadura, né?
Você está falando que década, sessenta?
Não, isso foi...ntes?ão, isso, mais foi em setenta.etenta.etenta, ãh... Setenta e três, setenta e dois, setenta e três, mais ou menos por aí. Eu não sou Então foi um arraso, né? Imagina, aquele cara com aquela tanguinha, né?

Aquelas plumas. Meu pai e minha mãe foram ver, piraram, imagina. Meu pai e minha mãe, naquela época, ficaram doidos com ele. Até que eu fui nesse show do, do, lá do clube, e eu sou meia claustrofóbica, não suporto ficar assim com muita gente grudada. E era todo mundo de pé, todo mundo assim, alucinado E eu fui indo pelo lado, pelo lado, fui pela lateral, fui lá, falei, aqui eu não fico, e fui pelo cantinho, cantinho, até que eu cheguei perto do palco, né? Aí, né, com jeitinho, né? Falei, ai, seu guarda, eu estou sofrendo, eu estou mal, eu passo mal, eu desmaio, bom. Levei uma olhada, uh, ele deixou eu subir, né, em cima do palco.

Aí tinha um piano aqui, né? E tava ali. E eu só de olho no Ney. Que estava ali o Ney,

E eu fiquei assim, em cima do piano, deslumbrada, né? Assim, em outra alfa, né? Vendo o Ney, aquela coisa arrojada, né? Ao mesmo tempo agressiva, ao mesmo tempo, eh, eh... Eles tinham tudo, né? Tinha obscenidade, mas tinha aquela doçura, entendeu? Era maravilhoso. E quando tem que acontecer, acontece, né?

Já falei de... Então, então, eu fui nesse show lá no, no, no clube, ali na Marginal, e fiquei atrás do piano. Mas nada, estava nem aí. Acabou o show, eu esperei todo mundo sair e fui embora. Para sair o show, nossa, era, era guarda, cara, cavalos enormes. Aí fui, encontrei minha amiga, estava eu, ela e o irmão dela. E quando nós fomos sair, já quase todo mundo tinha ido embora, furou o pneu. Mas bem na saída, assim, tinha um estacionamento, aí, furou. Não deu dois minutos, passou um carro, em que estava o pianista, né, que eu nem sabia quem era. Quer ajuda?

Aí ele desceu, né? E ele já estava de olho em mim desde que eu sentei ali, né? Que eu botei. E ele me deu o telefone dele, assim. Porque, <laughs> depois ele me contou, porque eu era uma hippie chique, né? Eu não era hippie, hippie, eu era uma hippie chique. Ele pensava assim, falava, nossa, essa aí deve ser filha do diretor do, do clube aqui, né? Está toda, né? Bonita, hippie chique, eu tenho uma blusa que até hoje a minha filha usa essa blusa. E... quando tem que acontecer, né? furado o pneu, você vê o destino como é, né? Às vezes é... Furou, bom. Aí eu conheci, namoramos três anos, casamos. Aí o Secos e Molhados acabou. Aí ele foi trabalhar em... Bom, eu sei assim, quando eu casei, quando eu casei com ele...
Como é que foi esse casamento?h, foi...
Foi bárbaro. O casamento foi maravilhoso. Foi tradicional? Imagina, nada de tradicional. Apesar de ter sido em igreja, mas tinha um padre que era amigo da minha mãe, que ele era bárbaro, até hoje. Era maravilhoso, super aberto. Então tinha um grupo tocando, tinha os Beatles no meio, ãh, eu casei quase dez horas da noite, tudo, tudo, tudo que não era normal. Foi muito bonito. Mas a dureza era total, porque depois acabou o Seco, o Secos e Molhados, deu um dinheiro, então meu ex-marido fazia jingle, né, porque ele era músico, pianista, tecladista. Então era, era uma, uma, uma... Às vezes tinha, às vezes não tinha, então não tinha uma, uma coisa assim. Então quando nós casamos, ãh, ãh, tinha uma amiga que tem uma fazenda que em Visconde Mauá, então ela deu a estadia, E o ex-marido, o mari, ex-marido dela, o mari, o marido, na época, emprestou o carro. Então, nós fomos com o carro de um amigo e passou aula de mel nessa fazenda. Aí nós alugamos o apartamento de Pinheiros. Quando nós chegamos à noite, abrimos o apartamento e falei, não, é porque tinha deixado, né? A minha sogra ia pintar. E chegamos no apartamento, tinha uma lata de tinta no meio da sala, mais nada. Nada, vazio, nada. Não tinha uma cama, não tinha um sofá, não tinha um fogão, não tinha uma geladeira. Não tinha nada, nada. Aí fomos dormir na Theodoro Sampaio, numa pensão. Até hoje eu lembro disso. Aí tinha uns tios que tinham dado, né, geladeira, fogão, aí começamos a mexer, eu sempre fui muito criativa, aí o apartamento ficou uma gracinha, tal. Mas eu nunca gostei de apartamento, não suportei, fiquei seis meses, já comecei a enlouquecer, porque começaram um prédio do lado, e aí eu fui também com essa minha amiga que tem uma fazenda, eu falei, eu, eu acredito que na vida, está tudo... Está tudo ali. Como diz uma pessoa, o que é teu está guardado. Aí eu falei, eu quero uma casa. Eu quero uma casa.

uma casa. E falei para a minha mãe, até uma semana antes, que eu tinha saído com ela de carro, eu falei, mãe, eu quero morar aqui. Eu estava ali do lado do. Eu vou morar aqui numa casa que tem jardim, que tem quintal, que tem árvore, e que nós vamos pagar o mesmo aluguel que pagamos lá no apartamento. Minha mãe falou assim, você está louca, imagina aqui, esse bairro carro, você vai achar a casa. que eu saí com a, a foi, foi, foi. É porque tem o também, porque eu sou meio sensitiva, eu tenho às vezes premonições, eu não falo muito porque eu não sou espírita, não sou de, de, de, de... Não sou guia, não sou nada. Mas, eh, quando ela pegou uma rua, que eu peguei um anúncio no jornal, ela errou. Primeiro, ãh, era para virar à direita ali na Vereador José Diniz, ela virou à esquerda. E ela ia reto. Eu falei, gira aqui.

Ela fez assim e entrou. E eu fui olhando, olhando. Quando passou, vi um cê. Eu falei, para. Era uma casinha. A coisa mais charmosa do Era a casa do meu sonho.

Parecia a casinha da Branca de Neve. Ela era branquinha, com telhadinho assim, com, sabe? Aquela de portãozinho americano, branquinho. E era o mesmo preço do aluguel do apartamento. Então foi assim, o achado, né? A minha paixão foi tanta que, acho que eu vi a casa numa quinta, quarta-feira, alguma coisa assim, eu estava mudando no sábado, sem ter o contrato assinado, eu era assim, pá, foi, com tudo. E essa casa foi muito legal, né? Porque foi uma época, aí, que. eh, ãh, aí meu ex-marido começou a trabalhar em publicidade, porque, como é que foi a história dele? Não importa, começou a trabalhar em publicidade, não interessa. Então a vida da gente foi ficando mais estável, né? Mas ele tinha um grupo musical, ãh, tinham pessoas, então a minha casa era muito, ãh, eh, não sei, na casa parece que ninguém levantava cedo, não sei, ficávamos até às quatro, cinco horas da amanhã lá e... Era tudo muito light, ninguém era estressado, sabe assim? Hoje eu fico perguntando, ninguém na casa de ninguém, né? Todo mundo. Não tinha uma noite que eu ficasse em casa, acho, que eu me lembre. A gente ia para casa de um, para casa do outro, ia tocar, não sei o quê. Bom, eu fiquei casada não muito tempo, tive dois filhos.
O Gabriel hoje... ) ficou casado quanto tempo?
Acho que uns sete anos e pouco, alguma coisa assim. Mas não foi um casamento feliz

meus filhos maravilhosos, né? Nasceu o Gabriel. Foi um casa... Foi um casamento rico em, em... Eh, vamos dizer assim, sensibilidade, sabe? A família dele também, todos de músico. Minha sogra, adoro ela até hoje. Mas tem coisas que não deram certo com milhões de pessoas que não deram. E pronto, né? Aí eu tive o Gabriel.

Só me contando um pouco dessa história do Gabriel, que o parto foi diferente, eu queria que você contasse um pouquinho para gente essa história.h, tá!
Então, nessa época ali, quando eu fui morar no Alto da Boa Vista, tinha essa clínica Tobias, que era, e, e nessa, nesse bairro que eu morava, era só um bairro de europeus. Eu era, na época, a única brasileira que morava na rua. E os europeus, provavelmente os alemães, eles são todos antroposóficos, tem aquela linha de, de homeopatia, né? Então, tinha essa clínica Tobias, que eu vim descobri através de uma amiga que também estava grávida, E eu comecei a me tratar lá. Tratar, que eu digo, é acompanhamento médico, ginecologista e tal. E larguei a carne, hum, fui fazer ioga, ficava zen o dia inteiro. Era uma maravilha. Comia... Comia vinte maçãs verdes por dia, aquela maçã azeda. Tive um parto mara, uma gravidez maravilhosa, maravilhosa, nunca tive nada, problema nenhum. Foi super rápido o nascimento do meu filho. E existia essa clínica, Clínica Tobias, que era uma clínica, ãh... Nada. Era uma clínica, mas não era um hospital. Tinha uma sala. E essa sala tinha umas, uma cadeira, uma espécie de uma mesa ginecológica, mas não era uma mesa ginecológica. E eu fui para lá de madrugada. Minha irmã me levou, depois chegaram meu pai e minha mãe. Aí acharam meu marido lá e ele foi para lá, até que me ajudou, assim. Ele também podia ficar na sala de parto. E não vou dizer que... Não é fácil, né? Não é.... Ah, eh... Tem que ter coragem, né? Porque o Gabriel era, nasceu com cinquenta e dois centímetros e, e três quilos. Cento e setenta, né? E meu ex-marido... Baixinho, a família da minha mãe que foi muito alta. Mas foi um parto maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então ele foi, sabe aquela coisa calma, ele nasceu, aí eu fiquei agarrando ele, aí fica com o cordão ligado, né? Ele abriu uns olhos assim para mim, logo que ele nasceu, um olhão preto assim, eu falei, meu Deus, é meu, agora o que eu faço com o meu embrulho aqui, né? Aí, cortaram o cordão depois. Aí, do lado, assim, eu... Porque é parto normal é uma maravilha, por causa disso. Você, nasceu, você senta, cruza a perna e começa a conversar. Porque acaba tudo, né? Não tem nada. Aí, eu vi, colocaram ele, assim, numa... Era uma caverninha, uma caverninha assim, de madeira e tudo assim. Lá dentro, ela enrolava com pano. Aí fizeram a limpeza, já em, colocaram um monte de cobertor, cobertor, cobertor, cobertor, mas um monte de cobertor. Que eu até falei, o nenê vai morrer aqui de insolação, porque era dezembro, né? Mas era, tudo é muito estudado, antroposofia. Então, aquilo, todos aqueles cobertores que eram de lã natural, de fibra de carneiro, era a temperatura do útero da mãe, né? E o berço era tão estreito, tão estreitinho, que ele se sentia aconchegado por todos os lados. Ele não ficava perdido num berço, né? Como faz a criança que joga lá e fica, onde é que eu estou, né? Então, se sentia aconchegado E existiam três véus em cima desse bercinho de madeira. E eu fiquei lá numa, num quarto. Não podia ficar ninguém. Ficava uma, uma enfermeira alemã, dona, que eu nunca vou esquecer, desse tamanho brava. Porque eu não tinha leite, não saía. E ela me, me... Ai, me, eu ficava doida com a mulher. E tinham três véus. Então, era um véu ver, azul por cima, um vermelho por baixo e um branquinho, o último. Então, o Gabriel nasceu, eh, de madrugada. No dia seguinte, tiraram o véu azul. Aí depois, nos, no outro dia, tiraram o vermelho. E aí, no dia de ir embora, o branquinho. Então, eh, essa luz que ele sentia, né? De, de, de percepção, né? Claro. Era a cor do útero da mãe. Tudo isso é o es, é o estudo antroposófico. Então, ele se sentia, né? Aconchegado. Então, ah, ah, vamos dizer, a ligação dele com o mundo foi muito suave, não foi traumática. Foi uma coisa muito linda, muito suave, com muito amor, muito carinho, muita coisa. E ele foi uma criança que nunca me deu trabalho. Ele dormia, que eu falo, dorme até hoje, né? Mas dormia, dormia de manhã, era calmo. Eu pegava, eu tinha um, um, um espaço enorme atrás. Eu nunca fui de, colocar em, aquelas coisinhas. Sabe o que eu fazia? Naquela época não existia edredom, né? Eu ia na Casas Pernambucanas, existiam aqueles acolchoados pesados, que era, assim, normalmente para gente, hum, eh, mais simples, eu não sei, uma coisa muito grossa. Eu forrava o quintal inteiro com aquilo. Eu comprava um monte e largava o Gabriel lá. E ele dormia deitado, ele comia, ele brincava com o chacoalhinho. Eu lembro que meu pai trouxe, até tem uma foto disso, meu pai trouxe um balancinho para ele, dos Estados Unidos que eu dava corda. Então ele levantava, ele acordava às sete, oito horas, dormia às seis, sete da noite. Aí depois que eu dava a madeira e tal, trocava, punha ele lá fora no sol, dentro da balancinha. Não dava dez minutos, ele... estava dormindo <laughs> e eu tenho uma foto, dormia, almoçava, dormia de novo então ele teve assim, eh, essa passagem, assim, super calma. E até hoje ele tem esse lado, né? Esse lado assim, ele tem um lado muito calmo, que ele precisa dormir. Mas também acho, assim, que a vida de hoje é muito louca, muito neurótica, traumática. Um dia desse eu li um, um, um jornalista dizendo, acho que é perfeito o que ele falou, ele falou assim, nós vivemos num mundo veloz, não, frenético, veloz e dramático. então é tudo muito, né? Muita angústia, muita coisa, tal. É claro que isso vai mudando até a persona, não, não a personalidade, mas vai fazendo com que a pessoa tenha que agir de uma outra forma que não é a, a dela lá de dentro, né? Então, aí depois nasceu minha filha Olivia, depois de três anos e também, na, tudo fiz o parto, fiz a yoga, fiz tudo, mas ela na hora de nascer praticamente ela virou. Aí eu tive que ir para o Einstein fazer um exame e na hora do exame a bolsa estourou, aí ela acabou nascendo lá. Aí a Olívia já foi mais, eh, é que ela, a Olívia já foi, foi, já foi mais inquieta, né? Na infância dela. E hoje ela é muito calma, muito tranquila, e linda, meus filhos são lindos, maravilhosos. A Olívia nasceu, era um biscuit. Eu me lembro que uh, uh, o médico pediatra, né? Que até hoje, a vida inteira ficou com eles. E, e meu filho vai ter filho, e vai levar nesse pediatra. O levantou ela assim e falou... É uma menininha linda, né? E eu fazia o jogo do contente. Eu não queria saber se era menina, se era menino.

Eu acho uma piração. eu acho um horror. A mulher fica grávida, no terceiro mês já sabe se é menina, já dá o nome, já faz o quarto, já tem tudo esquematizado. Quer dizer, é tudo muito pronto, né? Eu vejo quem casa, por exemplo. Hoje, eh, o pessoal que casa... Já tem tudo, né? Chega, já tem... Quer dizer, não tem aquela coisa gostosa de, de, de... Eh, como é que eu vou explicar? De criar ou de ir devagar, né? Não, já tem roupa pendurada guarda-roupa, já tem as panelas no lugar, a mãe vai lá e faz tudo, né? Panela no lugar, a roupa, eh... Quer dizer, chega a lua de mel, está tudo plastificado, tudo pronto, tudo igual.

Eh.. A minha vida foi muito diferente, né? Da minha mãe também, do meu... Da minha mãe, do meu pai, não. Então, é... Esqueci o que eu estava falando.
Estava falando dos seus filhos.

Da Olivia, que era muito bonita.

Mas eles tiveram uma infância super também gostosa. Me dediquei muito a eles.
E para você ser...

Ah, muda. Eu falo que isso é uma dádiva de Deus. Eu falo que meus filhos são uma dádiva, né? Tanto é engraçado que... Apesar de eu ter visto o show do Secos e Molhados, nem sei quantas milhões de vezes, porque eu nunca perdi quase nenhum, por incrível que pareça, eu era meio tímida. Pode não parecer, mas eu era. E o Ney sempre foi uma pessoa muito séria, muito séria. Ele não era... Ele é muito calado até hoje, ele é assim. E eu morria de vergonha de entrar no camarim dele, né Na hora do show que estavam todos. E não ia. Eu via de longe, mas ele para mim, assim, meio, sabe, assim? Eu tinha receio, né? Até que, há uns dois anos, teve um show dele, que aí meu ex-marido, ãh, voltou a fazer show com ele, produção musical e tal, e teve um show no Ibirapuera, e eu fui falar com ele. Falei, não, agora não passa, pô. Dessa vez não passa. Cheguei, falei, Ney, eu tenho que te dar um beijo, bom, primeiro pelo show, e segundo, te agradecer por você existir. Ele falou, como eu existir? Eu estava com o Gabriel e com a Olívia. Eu falei, se você não existisse, eles não estariam aqui do meu lado. Eu vi que ele ficou até meio emocionado, assim, né? Então, eu quebrei aquele gelo que eu tinha e sempre falo, se não fosse ele, eu não teria... Claro, meu ex-marido também teve a participação, é lógico, né? Não veio do Espírito Santo, mas estão lá os dois.
<laughs> quê que seus filhos fazem hoje?
Quero água.

Tem até uma história engraçada. A história é assim. Depois, que, eu, eu sempre mo, tentei morar em lugares assim, meio afastados, mas minha vida sempre foi muito, vamos dizer, dinâmica, ou enfim, sempre eu estava mudando, ou era por um motivo, fui morar no interior uma época que era uma maravilha, meus filhos estudavam numa, numa chácara, minha filha, era pequenininha, ia para a escola sozinha, da janela eu tinha toda a serra, eh, ao meu lado, Tinha campo de futebol de, de terra, sabe, essa coisa. Então sempre... Então essas mudanças minhas de, de, de lugares sempre teve muita influência também em razão das crianças ou do meu trabalho, enfim, uma série de coisas. Até que eu cheguei em um apartamento. Mas eu fui morar nesse apartamento, ãh, quando eu... perto ali onde eu morava. Mas po, também por, eh, vamos dizer assim, por facilidade. Meus filhos estudavam em uma escola onde eles tinham que sair pelo portão e estavam dentro da escola. Já estavam na escola há muitos anos. Para não ter que levar filho, e buscar, aquela coisa toda. Mas eu, na minha cabeça, ficava contando os dias, né? Então, quando o Gabriel fez dezoito anos, aí eu falei, agora é minha vez, né? Aí eu comecei a rodar São Paulo, fui direto, achei, parei ali na Raposo, vi, na verdade eu... Enfim, vi um lugar, um, um condomínio e fui morar lá. Construí uma casa, vendi essa casa, vendemos, né? Esse apartamento, fiz uma casa maravilhosa, Mata Atlântica mesmo, fechada. Bom, isso eu conto depois, mas vou contar, engraçado foi isso. Eu tenho uma em São Paulo que tinha uma irmã que morava em Cotia. Você me perguntou o que meus filhos fazem, né? Aí eu fui conhecer essa irmã da minha prima e cheguei na casa dela. Ah, não, mas o quê que você faz? Eu falei, bom, eu trabalho com arte, sou artista plástica, tá. Ah, e teu ex-marido? Ah, ele era músico, tá. Minha sogra? Concertista Ah, o outro era ator, ele era pianista. E a tia? Cantora. Ah, e tua filha? Minha filha, ela fazia teatro. Teatro, mas produtor. E teu filho? Músico. Aí meu avô era violonista. Aí ela falou, peraí, peraí, mas não tem nenhum normal na tua família? Eu falei, não tem. Minha nora, designer, né? Não existe. Se eu olhar tudo, meu filho é músico e minha filha, hoje eles têm um estúdio onde eles fazem trilha, né? Sonora, na época era jingle, né? Trilha, e tal, tá indo muito bem. E a Olivia faz a parte de produção e meu filho a parte musical. Começaram com o meu ex-marido, né?

Preparou os dois. Hoje eles são donos de uma produtora, meu ex-marido voltou a tocar. Então, essa veia de arte, assim, sempre teve presente né? Na, na vida deles. Eles cresceram com isso, né? Com música, com o pai. Do meu lado também, que sempre trabalhei com arte, com pintura, com, enfim. Eu acho que, não sei se vem, né? Vem do, do gene, não sei. Então, é...

Bom.uando você se formou, você fez faculdade aonde?
Bom, eu fiz faculdade de, depois de um tempo entrei na Faculdade de Artes, né? Belas Artes de São Paulo, onde hoje é a Pinacoteca. Fiz a, a faculdade. Aí depois fui fazer especialização, mas aí eu engravidei do Gabriel.

É. Aí, aí terminei a faculdade, o Gabriel era pequeno. Depois que eu terminei a faculdade, eu não trabalhei direto. fui trabalhar, foi que eu comecei a trabalhar com, com política, porque essa minha amiga tinha saído, e para mim era só para cobrir uma, uma gravidez dela, acabei ficando um monte de tempo, vários anos. E depois eu comecei assim, a primeira, a primeira coisa que eu fiz, ãh, em arte, que eu ganhei, para ganhar dinheiro, assim, foi a seda, a pintura em seda. Eu pintava muito, eu cheguei a ter uma confecção dentro da minha casa, tinha costureira, tinha tudo. Pintava para outras confecções de São Paulo, era uma coisa maravilhosa, fiz muita roupa bonita, ganhei muito dinheiro nessa época. Depois foi, a coisa foi ficando meio banal, a seda, não pintava, foi ficando meio, meio esquisito. Depois disso eu fiz, êh, eh, eu sempre tentei me adaptar ao, ao, vamos dizer, ao mercado, né? Mas como eu tenho sempre esse dilema entre o ser e o ter, né? Se eu morasse em São Paulo, frequentasse, quer dizer, eu tenho vários, tenho alguns amigos artistas, Mas assim, para você ser um artista, você tem que estar no meio, você tem que, toda a vernissage, você tem que estar in, você tem que ter, né? Da tribo a, não pode ser da tribo bê, como eu não gosto de pertencer a tribo nenhuma, você tem que sair na, na, na coluna, Fulano está vernissage desse clã. Ãh, está bom... Quem é ela? Aí já pode não valer nada, mas está lá. Eu sempre fui avessa a isso. Então eu nunca tive Eu tive dois amigos artistas plásticos, um até muito conhecido. Então, eu participei de muita vernissage através dele. Mas eu nunca fui de ficar em galeria, nada disso. Não gosto. Sempre achei muito elitista, sabe? Eh, muito fechado, né? Aquele público muito restrito. Acho, eh, todo, eh, como é que fala, de arte, todo crítico é um chato, porque metade do que ele fala você não entende nada, tem que ficar consultando dicionário, porque é tudo muito, né? Horrível.

Quem vai que pegar um jornal e entender o que um crítico de arte fala? Alguém normal?

Então, foi assim, eu nunca fiquei, mas participei de exposições, eh, aqui e em Bariloche, então pode ser, daí, fiz, eh, tela, pinto tela, a minha paixão são as telas, né? Mas já fiz muita mandala, a época do relicário, muito relicário, ãh, ah, várias coisas, várias coisas. Eu acho, assim, que é muita reciclagem, isso é uma coisa meio que, eu gostei muito de trabalhar. De achar assim, por exemplo, eu era a rainha da marcenaria. Toda a marcenaria eu parava, achava milhões de coisas, assim, que iam para o lixo e tudo eu aproveitava. Madeira, virava, não sei o que, pintava, eh, muita coisa de natureza, folha de bananeira, folha de palmeira e trabalhos bonitos. Pelo menos todos gostam, né? Todos acham bonito. mas chega uma hora, quer dizer, chega uma hora, porque acho que também não é, não depende da pessoa, do lugar, depende do momento que você está vivendo, a polí, tudo tudo eh, é um, um jogo, né? A política, tudo influi na sua vida. Então, chegou num ponto em que eu fui morar nesse lugar, né? Em Cotia, que era uma maravilha, né? Que meus, assim, era esquilo, macaquinho, né? Nessas, já... Um dia eu desço a escada, tem uma cobra coral embaixo da minha mesa, assim, tal, mas eu amava de paixão, é aquele silêncio da paz, sabe, aquela paz, uma maravilha. Mas não deu certo, justamente por ser muito longe, começou a complicar, quer dizer, eu estava cada vez mais longe das pessoas que eu teria que estar, né? Ao par, ou seja, mostrando trabalho, enfim, tudo isso. Então, nós vendemos a casa. E eu vim para São Paulo, fiquei um ano, num apartamento, montei um apartamento para a minha filha, fiquei morando com ela um ano. E nesse meio tempo, ãh, a gente comprou uma casa menor, um pouco mais adiante, em Cotia, mas em outro lugar. E eu tentei, nesse um ano, me readaptar em São Paulo. Foi terrível. Um dia eu falei, chega. Eu quase enlouqueci. Eu falei, eu vou embora. E nessa casa que eu fui, estava assim, inacabada. Não tinha segurança nenhuma. Uma casa, ficou até hoje. As pessoas falam, ah, você é louca de ter morado aqui. Só louco para morar lá mesmo. Porque eu fiquei sem carro. A casa é mato atrás, mato aqui, mato aqui, na frente de uma reserva de mata. Ou seja, ninguém. Existem algumas pessoas, mas como os terrenos lá são maiores, não é que nem esse outro em que eu morava, ninguém conversa com ninguém, ninguém sabe a cara de ninguém, não conhecia ninguém. Só conhecia o cara que ficava lá na portaria, só. E eu fiquei quase um ano aí também. Mas aí foi ficando mais distante que a outra, porque aí que não ia ninguém, meus amigos, na outra não, tinha amigos todo fim de semana, tal, mas lá era mais longe, era mais difícil os amigos irem, meus filhos quase que não iam, odiavam a casa, morando aqui, não sei o quê. E, eh, tinha que ter coragem, não vou dizer que eu dormia com dois punhais de desse tamanho, embaixo dos meus travesseiros, eu dormia, porque para morar ali não era brincadeira, não, e não fiz nada, nunca troquei nem... Acho que não troquei nem segredo de, de chave daquela casa.

A chave, troquei. Mas não, não adiantava. A frente da casa, era tudo de vidro. Você fazia assim e você entrava.

Então, eu não tinha medo, eu não tinha medo. Até que começou a acontecer, assim, eh, algumas coisas estranhas, porque, bom, aí já é outra história. Mas começavam meio que, quando eu resolvi vender, eu não sei por ver que eu era uma mulher que morava sozinha, e todo mundo sabia que eu morava sozinha, porque acaba que tem uma máquina que quebra, ou você precisa chamar o cara para consertar isso, para cortar o mato, enfim. A senhora mora sozinha? Eu falo, não, meu filho mora aqui. Todo mundo sabia, careca, sabia que eu morava sozinha no meio daquele mato. E minha cachorra, que eu amava de paixão, uma golden retriever linda, que chama Sofia. Que hoje eu estou sem ela e se eu falo nela, eu choro de saudade dela. Eu vou ter que doar, infelizmente, vou ter que doar. E aí eu fiquei esse tempo lá, tentando trabalhar, fazia coisa, mas também ali eu fiquei muito isolada, porque realmente foi uma época assim que não foi muito boa. E depois, quando eu comecei a colocar a casa à venda, acho que começaram assim meio que me... Tentar me apavorar, né, para sair, para vender a casa. Eh, uh, a, uh... Hoje o mundo é muito... Né? Eu não sei a palavra, o termo certo, eu não gosto de falar sujo, mas hoje é tudo muito... Nada confiável. Começavam a jogar telha de noite no meu telhado, faziam barulho. De manhã eu levantava e tinha gambá morto na minha porta. É. Um dia eu estou assim meio que descendo e tinha um fio de nylon do portão até lá em cima. Nem muro eu tinha, não tinha muro. Tinha uns eucaliptos assim. E tinha um fio de nylon que aí eu, e eu não enxergo, mas eu... Deus fez, eu enxerguei. Falei, o quê que é isso? Quando eu vi, estava na altura do pescoço da minha cachorra. Como era, a minha casa era um aclive, né? Lá em cima tinha, né? Se a Sofia descesse correndo, como ela fazia... Pegava aqui. Dilacerava, aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu fiquei até com um segurança lá, um tempo, né? Até eu... Aí ficou muito caro. Segurança, falei, ah, seja o que Deus quiser. Eu rezava, pedia proteção a Deus, meus anjos da guarda. Aí fiquei mais um mês e pouco, aí saí. Saí, aí minha vida assim agora está meio desmembrada, vamos dizer assim. Saí sem saber para onde eu ia, sem saber se eu ia vender a casa, se eu ia alugar, nada. Para dizer para vocês que ontem, ontem, foi a primeira vez que eu voltei na casa desde o dia que eu mudei. E eu fui no caminho e falei, gente, não deve ter mais porta, não deve ter mais nada lá na casa, porque está lá, e cheio de coisa lá dentro, geladeira, tem televisão, um monte de imóveis que, que, que eu não quero, que iam para o estúdio do meu filho, lotado de coisa. Eu falei, imagina, com aquela porta que você faz assim, abre. Eu falei, não vai ter mais nada. Por incrível que pareça, estava tudo no lugar. Só me levaram um tacho, que era da minha tataravó, da fazenda que fazia doce.

Não dei falta de nada. Então eu fiquei do, quase dois meses e meio que eu saí de lá. Até eu me lembro que o chinelo que eu descia lá... E essa minha prima, Esther, que veio aqui, uma pessoa maravilhosa, me acolheu na casa dela nesse período que eu estou em transição, né? De saber o que eu vou fazer. Então, eu estou aqui em São Paulo há dois meses e pouco, não está sendo nada fácil, não é fácil. Chega de noite, eu estou rouca de tanta poluição, né? Fico tossindo para caramba, mais que eu fumo. Mas agora eu, ãh, decidi que eu vou alugar a casa, não vou vender, agora não é hora de vender, eu vou alugar e agora vou procurar algum espaço meu, né? Porque eu quero meu espaço, meu lugar e tal, para recomeçar. Mas a minha vida é sempre assim, meio fênix, sabe? Morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce. De repente, daqui a dois anos, eu posso estar morando lá em Cuiabá. Eu não sei, sabe? É tudo assim, tudo imprevisível. Então, não vou dizer que eu vou, voltei para São Paulo em definitivo. Não, é uma passagem. Uma passagem que eu estou aqui no momento, que eu estou precisando de um emprego mais fixo, né? De uma coisa mais, eh, ãh... Como é que se diz?

Ô, meu Deus, fugiu o termo, mais certa. Então eu estou aqui esse tempo. Mas assim que a, as coisas melhorarem, enfim, eu vender a casa aí, obviamente que eu vou para um outro lugar onde, onde meus grilos, meus, né? Meus esquilinhos vão estar por lá, que não é São Paulo, nunca foi minha praia e nunca vai ser. isso desde que eu nasci, eh, isso não muda, está dentro de mim, está dentro do meu coração e aqui é uma cidade assim, acho que traz muita coisa, parte de cultura, eu estou perto dos meus filhos, é ótimo, toda hora eu saio, vou para cá, vou para lá, vou para show, não sei o quê, aí você é uma pessoa cultíssima, vai para o concerto, tem esse lado cultural que é bárbaro. Mas, por outro lado, a paz que você sente num lugar onde... você estar em comunhão, né? Com tudo, com a natureza, né? Com a mãe, com a mãe terra, não tem preço que pague. Não tem preço. Acho que vale muito mais do que mil shows e mil concertos. Você tem internet, você tem tê-vê a cabo, você vê tudo. E eu acho que a tendência do mundo é essa. As pessoas, está tudo ali, a tecnologia está cada vez mais. Então, você pega a internet, tem todos, tem tudo que acontece no mundo da arte, entra em tudo, quer dizer, você assina um jornal, você, eh, ãh, vê televisão, você tem tê-vê a cabo, você vê tudo. Então, por que morar né? No caos que é São Paulo?
Quais as principais lições que você tira da...
Lição? Eu acho assim, que de, eh, hum, humildade, eu acho. Ãh... Não humildade no sentido de ser inferior. Humildade no sentido de aceitar as coisas, de conviver com todos e com tudo, de todos, de toda forma, de todos os, enfim, as pessoas de todos os modos, de forma uniforme, sem fazer distinção de qualquer coisa que possa ter. Na minha casa todos são iguais, todos se sentam na mesa comigo, não importa quem seja, e comem da minha comida. Eu acho que eu fiquei uma pessoa muito mais sensível que a maioria, eu já sou sensível e virei até sensitiva coisa que eu não gosto muito, mas eu sou, me, e não adianta tenho muita premonição isso está, está dentro de mim, não posso negar mas eu não, não ligo muito para isso deixo para lá. E acho que o mais importante, assim, eh, as pessoas às vezes acham, falam, não, mas você fica muito deprimida. Não é depressão. Eu acho que quando a pessoa, ela, está centrada no eixo, ela não precisa ficar mostrando para todo mundo que ela está, sabe? Rodando a saia. Ah, né? Ah! Cheguei com a roupa da moda, sapato, que custa quinhentos reais. Cabeleireiro custa trezentos, né? Para dizer, estou aqui. Eu sou. né? Eu, aliás, eu tenho. Eu sou, eu tenho. Então, você vai, ah, mas você fica aí, você fica sozinho, fica dentro do mato, triste. Eu acho que a tristeza vem justamente das pessoas não me entenderem e não chegarem perto. porque eh, eu, eu gosto de gente, claro, adoro, adoro gente na minha casa, adoro festa, adoro dar jantar, adoro dar almoço, tudo isso. Então, eu acho que a lição da minha vida é essa, é o equilíbrio entre o ser e o ter. Mas hoje eu vejo que é muito mais importante você ser do que ter. Porque o ter, minha filha, vai embora. Você não leva para lugar nenhum. Agora, você ser, eu acho assim, que a única coisa que a gente leva dessa vida é a consciência. E isso, graças a Deus, a minha tá em paz. Então, eu acho que essa é a minha lição de vida.

E como que você se sentiu de dar esse depoimento para gente?
Eu acho, eu adoro falar, né? Eu, eu acho super bacana. Teria ainda milhões de coisas para contar, porque na minha vida, você já viu como é que é, né? Eh...

Toda vez uma coisa.em mais alguma história que você queira retomar?
Não, não. Eu acho que fiz um resumo, meio longo. Eu sei que isso vai ser reduzido a poucos minutos. Mas o que vocês, peguem, o que vocês acharem mais interessante, e que mais marcou vocês, né? Também nessa entrevista.

Eu queria só perguntar, você falou da seda, né? Do seu trabalho.ham.

Começou com a seda, né? Aham.epois você falou em relicário. Pelo jeito, as coisas vão te chamando a atenção, você vai se Queria saber o quê que está te chamando a atenção agora.inheiro, não vou

Infelizmente. Por isso que eu estou em São Paulo. E, na verdade, eu não vou trabalhar com arte um tempo. É isso que está me deixando meio... Mas eu preciso ter uma... É que, na verdade, assim, eu preciso ter uma quantia para fazer uma determinada coisa que eu quero, que é acabar a minha casa lá de Cotia. E essa quantia que eu preciso, eu só vou ter tendo um emprego fixo. Então, eu estou dando uma pausa, como eu falei a vocês, né? Uma pausa, uma passagem, né? Não vou deixar de ter meu bloco e meu lápis do lado nunca, mas eu vou fazer isso de coração aberto, sem nada, vou encarar mais essa, preciso encarar. Porque os filhos crescem, têm a sua vida, cada um segue o seu caminho, o seu trilho, e tem, né? Então, a gente acaba ficando sozinho. Então, diante disso, eu vou... Eu, quer dizer, eu tenho metas, né? Eu tenho essa meta de melhorar a casa, que eu preciso fazer a parte externa, que é muito grande o terreno, tem muita coisa que eu não fiz. Aí sim, vender, e ir para um outro lugar mais bacana e tentar, aí sim, voltar, né? Devagar, com tudo isso que eu sempre fiz na minha vida inteira.

Em nome do Museu da Pessoa, a gente agradece o seu depoimento.
Obrigada a vocês.

Nome, cidade de nascimento, profissão e atividade.
São Paulo, cinco de outubro de mil novecentos e cinquenta e dois. Eu sou formada em artes. Minha atividade atual é ligada à arte, na, nas minhas folgas, e à procura de um trabalho mais estável por um curto espaço de tempo, onde eu tenho um projeto, para depois voltar para o lugar.